Muito obrigada de você ter comparecido para essa entrevista.
É um prazer muito grande estar por aqui. E
E queria iniciar perguntando a você, se registrasse aqui o seu nome, o local onde você nasceu e a data do seu nascimento. Eh

E A sua família? Me fala um pouco sobre a origem da sua família, dos seus avós, seus pais. Me conta um pouco sobre a sua família.

É um pessoal... de origem acho que índios né, e pessoal simples, batalhadores, pessoal que com sempre lutaram muito né pelas conquistas da vida, e é isso, uma família tranquila.
Você conheceu seus avós? Não. Me fala um pouquinho dos seus pais.
Meus pais são pessoas simples, maravilhosas, pessoas que eh deram um apoio e sempre nos incentivou muito para para batalhar, apesar de serem pessoas muito humildes, mas sempre foi a base dos filhos. Né eles sempre eh souberam nos ensinar que a vida a gente precisaria de muita batalha para chegar em algum lugar.
O nome deles?

E eles trabalharam com que qual profissão?
Ah, eles foram rurais, né? Eles trabalharam muito em serviços de de... Logo que nós viemos para São Paulo, ah a primeira opção foi trabalhar na roça mesmo, serviços braçais. Aí, vindo para São Paulo, já não não tinha tanta tanta profissão assim para eles. Aí então, aí os filhos já começaram a entrar em Já estavam todos criados. Nós viemos primeiro para o de Minas para o interior de São Paulo. E do interior de São Paulo chegamos à capital. Nessa nessa trilha aí, na no interior, eles trabalharam nesses trabalhos de de roça. E em São Paulo os filhos já tomaram a frente do de estar trabalhando.
Você fala nós, quantos irmãos? Uns
Somos em nove filhos e seis que os meus pais criaram.
E os nomes dos seus
Nossa, todos. O Um dos que que foi criado pelo meu pai, né? Porque eu tinha que começar por eles, porque primeiro eles vieram eh... Assim que os meus pais se casaram, eles vieram eh... Os pais deles faleceram e os meus pais adotaram as seis crianças, né?

Esses são os criados.

Aí começam os meus irmãos por maternos, paternos e maternos.

Não, peraí, errei.

Errei, errei Não Vou voltar no pri no primeiro irmão.

Muita gente, peraí. Muita gente.

Bom, a minha infância foi maravilhosa.

Né que eu vivi no interior de São Paulo.

Era naquele meio. Então, assim, eu fiz tudo que eu tive vontade de fazer. Eu acho que eu sou privilegiada em relação à infância, porque eu joguei bola, eu subi em árvores, eu fa apostava corrida na rua, eu andava de saco, eu subia em árvores que eu não conseguia descer depois. Então, eu tive tudo de bom de uma infância. Corria atrás de bichos, corria de bichos. Então, a minha infância foi maravilhosa. Se eu for contar assim, tudo para mim foi muito interessante. Hoje, eu vejo os meus filhos, eu vejo as crianças com quem eu coordeno, eu tento passar, andei muito de perna de pau, carrinho de rolemã. Então, eu tenho toda uma experiência de moleque, assim, bem traquina. Joguei bola, postei bola, tenho minhas pernas todas marcadas de correr atrás de bola. Então, nesse ponto, assim, eu me sou uma pessoa totalmente realizada. E a sua juventude?
Onde é que foi?
A minha juventude já foi aqui em São Paulo. Também foi muito bom, apesar de... Tem algum fato Ai, se eu for te contar, marcantes são todos, porque eu vivi essa minha essa minha época assim também, muito gostoso. Apesar de ser aqui em São Paulo e os meus pais se preocuparem, acharem que a gente não podia sair, mas eu sou da época do bailinho, né? Então a gente pegava aquele monte de disco, colocava embaixo do braço e ia fazer o bailinho na casa de alguém. Não tinha essa loucura de violência que tem hoje. Então, você podia ficar, os pais participavam né, todo mundo participava, então era muito gostoso. Então, não tenho esse nunca eh... Vivi muito a minha infância, namorei muito, sabe não não deixei folga para ninguém. Eu vim para São Paulo, eu tinha doze.
Você participou de algum movimento político nessa época de adolescência?

Você tinha ideia do que é que você seria?

Quando Não, não. Você estudou se se aqui em São Paulo? O que você fez em termos Eu fiz eh De formação?
Eu fiz até o eh o técnico em edificações.
O que é técnico?
É engenharia civil, né? Então eu sempre gostei muito dessa área, trabalhei bastante na área também, quando eu comecei a trabalhar. A princípio eu achava que eu ia ser uma médica, assim, logo quando eu comecei a estudar, eu acha ai, não, eu quero fazer medicina. Mas assim, estava muito longe de mim, e tanto até ih eh mesmo dos meus recursos né, eu não me via em condições de fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu corri muito atrás de uma bolsa, consegui uma bolsa e comecei a fazer laboratórios médicos. Só que a gente tinha uma opção, porque as aulas teóricas ne ne nessa escola, ela era junto com aulas de laboratório médico. Então, tanto o laboratório médico como as edificações, a gente fazia teoria e nas au nas aulas práticas a gente subdividia em grupos, né? Então, assim, só que o primeiro passo que eu tive, que ter um contato com o corpo humano, ai eu vi que não era a minha praia. Quando eu vi um cérebro aberto na minha frente, eu saí da aula, até hoje eu não voltei mais lá. Então, eu não era eu tinha eu tive muito medo daquilo. Aí eu fiz uma um teste né e resolvi seguir na mesma turma, mas fazendo daí edificações. Do depois trabalhei, fiz alguns estágios e acabei eh eh seguindo isso. Trabalhei muitos anos na área e depois saí.
Conta um pouco desse período, quando que você começou a trabalhar, o que foi o seu primeiro emprego? Ixe
Meu primeiro emprego eu tinha treze anos de idade, aqui em São Paulo. Não, minto. Primeiro emprego eu tinha onze anos né. Eu comecei a cuidar de crianças, né eu tinha que ajudar meus pais, fui babá.

Comecei assim. Como é que foi Ah, foi maravilhoso. Sabe, assim, aquele meu primeiro emprego eu. Eu precisava ajudar meus pais, né? Que a gente estava se instalando aqui em São Paulo. Então, todo mundo... O que você fez nesse emprego? Ah eu Era axi eu era auxiliar de embalagem. Ajudava a montar caixas, ajudava... Foi esse o meu trabalho. E depois? Aí depois eh eu trabalhava numa fábrica, aí eu ficava vendo aquelas pessoas assim eh eu... Nossa, eu tinha loucura. Quando eu via alguém descer do escritório com papel na mão, eu olhava e ficava apaixonada por Nossa né, o cara que ele trabalha no escritório, eu também quero. E aí eu começava comecei a perseguir isso. E na linha de de trabalho que eu trabalhava, tinha uma moça, e eu comentava isso com ela na hora do almoço, tudo, né? E ela falou, olha, eu tenho uma irmã, ela trabalha numa empresa de livros, né? Comércio importação de livros. Falei, ah, é então, e como é que eu faço para conseguir um trabalho lá? E fui solicitando isso, solicitando isso, um dia surgiu uma vaga.

Aí lá vou eu com a minha maletinha lá, né? Quando eu cheguei lá, encontrei um alemão, um cara muito assim, que de cara ele já me assustou. Porque eu Esse homem eu era muito magricelinha, sabe assim? Aí ele me olhou e ele disse para mim assim, você, você tem que brincar. Você não tem idade para trabalhar, imagina.

Me tratou assim como se ele fosse me mandar embora da portaria. Aí eu falei, não, mas eu quero trabalhar, né? Esse é o meu sonho. Aí ele foi lá, falou com a direção do do da da cobrança, o pessoal que mexia com essa parte. E falou, olha, eu trouxe uma criança aqui, essa criança está querendo trabalhar, o que é que a gente faz com essa criança? Né e eu falei, nossa, esse homem vai, ele está tirando sarro da minha cara e ele não vai deixar eu entrar aqui. Né mas não, foi o contrário, ele estava me testando. Consegui um emprego lá através dele, eu era considerada criança do local, trabalhei dois anos nessa empresa, depois ela teve que mudar para o Braz né, na época, e como eu eh isso era eh eu tinha que estar indo para a escola, que eu estudava, então eu não pude acompanhar a empresa. Mas foi uma das fases da minha vida assim de de conquista, de conhecimentos, eu fui muito bem eh vinda na empresa, eles me ajudaram muito.
Então... Você ficou lá um tem... Quanto tempo?
Dois anos.

E em seguida? Ai Em seguida... onde que eu fui trabalhar?

para o colégio e aí foi quando eu fiz a opção do de estar fazendo edificações né, porque na própria empresa eu comecei a fazer um estágio como eh auxiliar de laboratório. Então eu estagiei lá, fiz o estava fazendo o curso e ao mesmo tempo já comecei a fazer o estágio de laboratório de concreto.

Essa foi, até aqui.
Até aqui? Até aqui. <laughs> Eh Você tem uma vivência hã na área social e queria que você falasse como que foi o início da sua atuação na área social, com projetos sociais né, você vem contando de uma trajetória em empresa, Em que momento muda? Eh

Vendas ligada a ao ramo, né? Eu fiz, eh como eu já estava habilitada, conhecendo a parte de concreto, aí eu fui trabalhar com fundações eu comecei a trabalhar com vendas de trilhos ferroviários e ao mesmo tempo eu fazia a fundação né então eu vendia o produto e e e encaminhava para a fundação só que nesse inteirinho eu comecei a fazer algumas representações também porque a empresa de fundação ela tinha total interesse em comprar o produ em em estaquear aquele produto que eu vendia porque eram quantidades assim muito interessantes E aí eu trabalhei também nesse ramo, foram vinte e cinco não foram Eu trabalhei como vendas de material ferroviário, engenharia civil, estaqueamento em obras, depois peguei algumas empresas de Uberlândia, montei meu escritório né, depois saí disso, montei uma confecção. Achei que ah eu estou trabalhando muito com homens, que eu trabalhava dentro do metrô, depois eu viajei muito, rodei o Brasil. Com esse trabalho, trabalhei em em redes ferroviárias, ia fazer classificação de material, era requisitada para ir acompanhar os carregamentos. Trabalhei dentro dessas obras do metrô, fi fazendo a fiscalização, as é as medições. Trabalhei na na na no estaqueamento do shopping aqui do do Eldorado. Então eu tenho uma trajetória muito grande dentro da engenharia civil.

Ih Conta um pouco sobre esse período. Você casou quando? Em
Eu tinha vinte anos né eu trabalhava eu já trabalhava no ramo de ferrovia. E Aí me casei, né de depois não conseguia falar ai, mas como é que eu vou ter um filho com essa trajetória de vida que eu tenho, viajando para lá e para cá, não não não tinha como. Aí resolvi, acabei engravidando, fiquei por aqui, só que assim, eu não conseguia conviver com os meus filhos, com o meu filho, né? Eu não conseguia viver com esse, porque eu eu tinha uma irmã, essa irmã cuidava desse meu filho para mim fazer essas viagens, né? E daí, meu filho vivia me cobrando, mãe, e eu não vou ter irmão, eu não tenho mãe que fica comigo, nem também não tenho irmão para brincar, como é que é isso?

Passado todo esse tempo,

Né aí eu resolvi falar, quer saber, eu estou cansada, eu não quero viver mais, assim, nesse fim de mundo, eu quero curtir meus filhos, porque quando eu chegava no final de semana, eh eu estava cansada de estrada e eles queriam viajar. Aí eu acabava tendo que pegar o carro e... voltar para a estrada de novo, porque eu não ia deixar meus filhos desamparados. Aí, nisso, eu falei, ah, não, chega. Aí, larguei tudo, falei, vou montar uma confecção. Montei uma confecção, mas eu nã eu como eu estava acostumada com toneladas de trilho, com altas obras, batalhão do exército, metrô, shopping... Eu não conseguia ficar ali vendendo uma calcinha, duas, e confeccionando, e costureira atrás de mim, aquela coisa toda. Eu falei, ah, quer saber? Chega disso. Botei as máquinas tudo na minha garagem, vendi tudo, eliminei isso. Mas de onde saiu essa ideia de Não, eu sei mas eu consegui pôr no ar, viu? Eu consegui botar a mercadoria no shopping, eu consegui dar muito trabalho para as empresas de de de confecção grandes da época, porque, assim, as minhas calcinhas, os meus lingeries, eles começaram a brilhar nas vitrines. Aí, o que é que acontecia? O vitrinista vinha fazer a vitrine daquela empresa grande, de know-how, aquela coisa toda, e estou eu lá. O vitrinista começou a levar essas essas informações para as empresas. Aí o que é que aconteceu? As empresas eh começaram a querer comprar né um a a minha empresa. E eu, não, eu sou eu, não vou abrir mão disso. E levei e tal, só que chegou uma hora que eu falei, não, não é isso, eu não é minha praia, não Eu consegui colocar no shopping, eu consegui ter vinte Eu estou curiosa para saber como é que você aprendeu isso. Eu não sei nada até hoje. Eu comecei o trabalho e coloquei costureiras para trabalhar. Eu não sei enfiar uma agulha de máquina, mas também uma calcinha mal feita não passa por mim.

Mas, assim, na época eu tracei isso. Então, como é que eu fiz isso? Eu eh juntei, eh na época, como eu tinha saído da empresa, eu tinha um capital. Eu peguei uma moça que sabia muito sobre isso. Ela conhecia, muito conhecedora do ramo. E nós juntamos. Olha, eu entro com capital, você vai entrar com a mão de obra e aí eu faço a administração disso. Aí comecei. Fiz, bombou até hoje, tem etiqueta, tem fotos, tem desfiles. Fiz desfiles na na em em na grande São Paulo, nas grandes lanchonetes, com artistas, com tudo. Eu fiquei sete anos.

Ganhei dinheiro, gastei dinheiro, sabe? Fiz desfiles, contratava agências. Fiz desfiles com com homens, os homens de sunguinha, a mulherada amava isso.

Não é você empregou pessoas nesse Pre pessoas, eu tinha vinte fun costureiras na época. Mas só que, não não para mim, não satisfazia meu ego. Eu via a coisa funcionando, brilhando, as meninas na passarela, sabe? Maiôs, biquínis, né altas etiquetas. Fui, cheguei a ser entrevistada por um... por um jornal da Argentina, eles queriam comprar uma produção altíssima, na época eu não tinha tanta experiência, eu fiquei com medo, falei, vou fazer um negócio desse, de repente um negócio desse pode ser a minha, né faço, não não tenho eh essa prática de estar fazendo exportação e acabo que isso pode ser uma destruição. Então eu fiquei meio insegura e acabei não fazendo, mas estive em jornais e Deu o que falar. Aí, nisso, eu acabei com a confecção, falei, e agora? Estou desempregada, meu dinheiro acabou, eu vendi minhas máquinas, não é isso que eu quero, né? Liquidei, até peguei algumas costureiras que eu tinha um carinho por elas, assim, falei, ó, vamos fazer um negócio? Eu te pago com máquinas, tá? Ó eu tenho um maquinário aqui, até hoje elas tão trabalhando, tão costurando, e são minhas amigas, a gente se dá super bem. Não fiquei em situação difícil com ninguém, acertei tudo com todo mundo e ah parei. Não é isso que eu quero, não é isso que eu vou fazer. E nisso, eu já tinha separado do meu marido, que o meu marido não me aguentou, ele achou que <laughs> ele não conseguia me acompanhar. E passado todo esse tempo, eu estava lá, resolvi ajudar meu irmão numa imobiliária que ele tem também, não era minha praia.

E nisso a gente olhou um terreno no bairro, ah, esse terreno aqui é um depósito de lixo. Vamos fazer disso daqui uma área de esportes?

Aí começamos a fazer o trabalho de de escritório, de organização disso num cantinho da imobiliária, que eu estava ajudando.

No cantinho dessa imobiliária, essa pessoa pagava um aluguel altíssimo naquela época. Chegava aquele aluguel para pagar, chegavam as contas e cadê a entidade? Não tinha dinheiro para ajudar em nada disso. Isso foi me sabe me deixando assim numa situação difícil. Falei, como é que eu vou eh ajudar se eu não tenho condições de ajudar? Nessas alturas, a gente estava com quatrocentas crianças cadastradas. Aí eu comecei e falei, não vamos fazer uma coisa? Eu vou invadir minha casa, minha casa é grande, enorme, cabe todo mundo, vamos para lá. Aí comecei na garagem, né da garagem da minha casa eu pulei para o terraço, fiz uma cobertura, da cobertura ah não dá também, ah vamos entrar na sala. Fiz uma sala de informática na minha sala e fui guardando minhas coisas. Aí daqui a pouco teve, aí aparece o Senac na minha vida, que eu entrei na rede social Senac. Comecei a a a ver tal, tal. Nisso aparece o site social, né o o site solidário. Entramos no site solidário aí começou tal. Aí comecei a fazer os o padeiro mirim né, naquele entorno eu comecei a fazer o padeiro mirim. E <breath> assim que o que o site, passamos pelo curso né, fizemos todo aquele curso de de de movimentação do site, Passado isso, vocês hã chamaram para aquela para aque para o lançamento do site e nisso foi quando apareceu a Globo.
Esse período, você você contou rapidamente sobre esse cantinho da imobiliária até esse momento né uhum. Quanto tempo cronologicamente eh existiu desse trabalho que começou dentro da imobiliária até você ir para a sua casa?

Você falou de quatrocentos
É, quatrocentos Assim que nós abrimos a inscrição, nós hã A gente não tinha campo, não tinha sede, não tinha nada. Nós começamos lá, numa salinha menor que isso aqui, um por um, dois por dois, né não não me lembro ao certo. Eu sei que você colocou uma mesma pessoa sentada para em para sa para ficar um, tinha que sair o outro, não dava para ficar os dois juntos. E qual era a ideia principal?

O segmento era futebol.

Aí o que é que aconteceu? A gente começou jogando bola. Só que quando nós abrimos a inscrição na região para o futebol, nós ficamos... De cara foram assim quatrocentas pessoas aparecendo. E nós cadastramos todo mundo, fizemos a fichinha para todo mundo e começamos né. E a ideia era lazer ou Profissionalização. A ideia era lazer, era ocupar. Na verdade, a gente ele ele tinha a ideia de de ocupar essas crianças. Só que aí nós começamos a... Que bairro que ficava? Eh

Então, eh nós começamos a ocupar essas crianças né, só que aí a gente começou a perceber assim, não, não adianta, você conversa com uma criança hoje, você fala tudo para ela, você tenta, né ela volta de casa com uma outra informação, porque às vezes o pai não quer que jogue a bola, o pai acha que... ênes ênes problemas. Então, nós começamos a ver que a gente precisava também trabalhar a família, não adiantava só mexer com a criança. Aí a gente começou a entender o que é que seria o né, quais são os caminhos. E aí foi quando surgiu essa essa ideia de fomos para casa porque não tinha outro lugar. Eu pedia ajuda para todo mundo, né mas ninguém, todo mundo olhava assim e falava nossa, essa mulher pirou, essa mulher ficou doida. A minha vizinhança me via entrar e sair, uns olhavam para mim, nossa, o que é que aconteceu com você? Quem te viu, quem te vê, o que é que está acontecendo né?
O que é que elas estranhavam?
Ah, eu sempre tive um carro executivo, eu tive uma vida de eh... Na minha casa, era uma casa bem bonita na rua, né? Então, por se tratar do bairro, a minha casa, eu trabalhava muito, eu viajava. Então eu investi em quem? Na minha família, né? O dinheiro que eu ganhava... Eu colocava na minha casa. Então, eu tinha uma casa bonita, tinha dois, três carros na garagem. Então, eu como eu trabalhava muito, eu viajava muito, todo mundo me achava assim, aquela pessoa empinada na rua. Né e eu entrava na minha casa, saía da minha casa, ninguém me via. A minha família, não não conseguia falar com a minha família. Porque, às vezes, eu chegava, ah tem que viajar não sei para onde. Alguém me ligava, acabava saindo, pegava um carro. Outra hora, o motorista da firma vinha me buscar. Então, eu estava assim sempre muito ocupada. E as pessoas não não sabem entender o que é que é uma ocupação. As pessoas acham que você é uma pessoa que né não dá confiança para a vizinha. Na verdade, não era isso. Então, quando elas me conheceram lá, e o ônibus encostava, eu enfiava a camiseta do jogador, e ia também junto. Às vezes, ficava numa mesa, as anotando o jogo, anotando...

Então a gente ia fazendo assim, cada um ajudando o outro, até hoje, né? Inclusive esses dias a gente conversando, eu falei para ele, que ponto eu cheguei?

É por isso que a gente está aqui. Entendeu Então foi assim que a gente, nosso trajeto foi esse, até aí.
Isso eh que você fala desse momento, diferente das outras experiências, né? É eu queria que você falasse um pouco o que significou isso na sua vida.

Eu descobri que isso é legal. Eu passei a conhecer meus vizinhos, eu passei a conhecer meu bairro, eu comecei a ver a necessidade. Jamais eu imaginava que do lado da minha casa tinha alguém passando fome. Então, eh eu fui atrás de tudo que aquele pessoal precisava. Eu corri atrás assim de cestas, de leite, de condições, de cursos, de médicos, cirurgias. Fiz uns trabalhos maravilhosos de encaminhamentos médicos. Então, eu consegui. Cada conquista dessa, para mim, é um presente que eu ganho. Conquistei o mundo.
Eu gosto. Me parece de uma gestora de empresa né para uma gestão social. Você muda o foco, mas É Uma energia de de uma gestora.

Eu tentei colocar eh tudo isso eh, eu acho assim, ah existe o pobre. E e em algumas situações, você vê o pobre, pessoas olharem para aquilo ali como se, ah, tudo de ruim tem que ir para ele. Ah, eu tenho uma roupa velha, eu vou dar para ele. Ah, eu não por que eu não pego uma nova e não dou? Então, eh hoje você vai ver pelas fotos da da entidade que nós estamos construindo ainda. Nós não terminamos a entidade. Né a gente está fazendo um passo a passo, buscando parceiros, mas a nossa entidade a gente está colocando tudo tudo assim eh. O pobre precisa também ter um algo de bom. nós temos tudo está tudo muito bonitinho tudo muito confortável como como está esse momento nesse momento nós temos algumas salas que já estão prontas outras estão por terminar mas as que estão prontas elas estão ficando assim muito bem montadas então as que não estão prontas a gente também já está usando Mas, assim, eh eu quero estar colocando isso tudo no mesmo padrão. E quais são as atividades hoje?

Você trabalha com futebol?
Hoje eu tenho futebol né, eu tenho balé, eu tenho inclusão digital né, que é o programa Acessa São Paulo.

Eu tenho o curso de cabeleireiros, que é forte para a gente. Eu estou mo remontando o curso de corte e costura, porque nessa trajetória da minha casa para a entidade, eu ainda não consegui colocar um profissional eh capacitado, habilitado, da maneira em que nós queremos lá na entidade. Mas ta já tenho o espaço para costura, já está prontinho também. Então, eh essas são as nossas atividades.
Como chama a entidade? Eh

Né e estou fazendo agora, tenho algumas parcerias né que, né essa sempre tudo que eu procurei fazer, eu procurei fazer muito bem feito, com transparência, mostrando para cada um eh o o que é a entidade, qual que qual que é o histórico da entidade, o que a entidade pretende fazer. E com isso a gente, eu acho que devido à transparência, devido a a toda uma trajetória de vida que a gente tem, a gente está conseguindo muita coisa boa. A gente está conseguindo muito eh conquistas. Estamos tendo conquistas graças à organização.

Estou com cinquenta jovens, é um programa maravilhoso, está ocupando, o pessoal está curtindo a beça, é é o envolvimento. Sou uma das entidades que estou com duas turmas, estou com um pessoal lindo, maravilhoso, em ação. Estou tendo toda a cobertura deles nesse momento.
Você falou eh rapidamente da do momento em que o Senac, eh de algum modo, fez parte dessa história. Queria que você contasse um pouco mais ou talvez fizesse uma relação eh.

Nesse inteirinho ah foi quando nós conseguimos também fazer parte do site Solidário. Aí o site Solidário eh foi assim, o Senac na nossa vida foi como se nós tivéssemos eh uma música, não, nós tivéssemos uma letra e o Senac colocou a música. Essa essa comparação que eu faço. Porque a gente tinha ali hâ muitas dúvidas, eu entrei nisso assim com a cara e a coragem, sem saber de nada. Fui entrando, fui tentando fazer o meu o meu trabalho. Eu achava que eu ia começar a fazer isso e eu ia sensibilizar meio mundo e que todo mundo ia me ajudar. Essa é essa é E não é nada disso. Aí eu consegui, ah o Senac conseguiu me mostrar a a a parte tecnológica da coisa. Porque foi através da das palestras. Eh eu lembro que você brigava muito comigo porque às vezes eu não conseguia ir, porque eu não podia deixar a entidade. E a gente estava sempre conversando, mas assim, quando eu não conseguia ir, eu pegava as informações que você mandava por... das atas das reuniões, das eu eu pegava tudo isso, relia, perguntava para um, perguntava para outro, e fui eh assimilando tudo que o Senac foi me ajudando. Então, o Senac, para mim, na minha entidade, ele é o responsável por ter me ajudado a montar esse quebra-cabeça, porque eu fui... trazendo das reuniões, trazendo da da do envolvimento de vocês, que vocês me visitaram também, e tudo isso a gente foi trazendo graças às informações que a gente foi tendo. Eu acho que foi assim, eu não consegui ainda meu ponto de equilíbrio, mas eu devo o Senac a tudo isso que a gente conseguiu montar até aqui

Talvez um pouco antes.
Que eu tenha entrado, eu acho que foi nessa época de noventa e nove, dois mil, foi a época que eu comecei. Que foi quando eu entrei para a minha casa. E o que fica dessa experiência? Eu sou feliz hoje. No meio do caminho, assim eu achei que que não ia suportar. Eu achei que... Sabe, era muito, porque o que eu pensei não era nada daquilo. Eu achava que, ai, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que voltar a vender meus filhos. Mãe, o que é que aconteceu com você? Minha família ali, você está precisando de um psiquiatra, porque como é que você faz um negócio desse? Você para de trabalhar, você começa a vender seus carros, a sua casa que você não reforma mais. O que é que aconteceu com você? Eu falei, não, na minha casa eu vou reformar meu carro, eu vou recomprar. Mas eu tenho que, nesse momento, é isso que eu quero e acabou. Eu tenho que trabalhar um pouco meu meu ideal de vida e é isso que eu estou fazendo. Isso para mim está sendo um investimento. Mas por dentro, eu, através, meu eu ficava assim, eu perdi muita noite de sono. Eh Preocupada, falei, gente, será que só eu estou certa? Está todo mundo errado? Todo mundo aqui está falando, meus filhos começaram a crescer, as namoradinhas começaram a aparecer. E a mais uma demanda para mim dar conta, né? Porque eles começaram a ficar meio revoltados comigo. Mãe, eu não posso vir na minha casa? Eu não posso usar a minha casa? Porque fiquei morando em dois cômodos, minha casa tem nove. E aí eles começaram a me cobrar muito isso todos os dias. O mais velho começou a ficar rebelde. E aí, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou administrar isso? Aí comecei também, assim, sozinha, a entrar meio que em parafuso. Mas nunca deixei a peteca cair. Nunca deixei ninguém ver que eu estava apavorada com aquilo. Né Porque é diferente de você chegar no final do mês, você sabe que você tem um salário para receber, sabe que você eh tem um padrão de vida que você mantém. E, de repente, você fala, não, viver de doações, o queé que é isso, né? Onde é que está aí? Como é o que é que eu fiz? Então, isso, eu comecei a me cobrar e comecei a ficar meio que de cabelo branco. Eu acho que meu cabelo branco é isso, né? Então, assim, eu comecei a ficar meia... Mas, assim, depois, de repente, hoje, hoje eu sou totalmente feliz. Eu acho que é isso mesmo. Eu fiz o que eu achei que devia fazer. Minha casa, não me preocupo nem um pouquinho, porque eu já estou reformando. Tem uma coisa também muito importante no meio de tudo isso, que é a ajuda de Deus. Eu acho que Ele foi também né meu principal patrocinador e estou aqui.

fazer esse trabalho na na área social. Que mensagem você daria para as pessoas que estão na área social né? Os desafios, mas também eh A a as aprendizagens mesmo

E, como eu falei, eu fui achando ah eu vou abrir uma entidade, eu vou cadastrar pessoas, são pessoas pobres, são pessoas que... Não, eu vou sensibilizar o governo, eu vou sensibilizar... Todos os governantes, a iniciativa privada, todo mundo vai me ajudar. Então, a princípio, eu tinha essa essa ideia, eu achava que era assim. E não é assim. A luta é muito grande eh, só que assim, eu eu fui de encontro com todas as barreiras, eu não não abaixei em nenhum momento a minha cabeça, eu sempre procurei eh, assim, os desafios que me apareceram, eu Tentei romper. Envolvi minha casa, envolvi meu carro, envolvi tudo que eu tinha. Me auto-envolvi. Mas por que é que eu fiz isso? Porque eu eu vi isso com realmente como um desafio. Não, eu vou vencer isso. Né não é porque eu não tive de cara aquele a a ajuda que eu imaginei que eu ia ter que eu vou regredir na na no que eu quero fazer. Então eu penso assim, ah hoje eu tenho como exemplo assim, valeu a minha a minha a minha caminhada, valeu, está aqui, estou aqui, estou feliz, consegui fazer ah, colocar uma entidade em pé, consegui um terreno, construí, estou construindo, estou terminando, O esqueleto está pronto, só falta agora, acho que o que o pior já passou. E, assim, aprendi muito, fiz ah altas capacitações. O que eu a levo disso são os conhecimentos que eu adquiri. Esses conhecimentos, realmente, no fundo, eu devo ao Senac, porque eu tive outras ajudas de de outros outras entidades, mas, assim, o que onde eu mais me aprofundei foi no Senac. Porque eu eu usei a tecnologia que me ensinaram lá, que o Senac me ensinou. Então, ah eu fui, ah ia na reunião, voltava para a entidade e com aquilo em mente, ia desenvolver e realmente eu via que o caminho era aquele. Cada passinho, cada coisinha, eh cada reunião, cada cada dica. E aí eu vi, pô, eu estou na frente de uma de uma instituição que ela sabe o que eu quero. Era assim que eu pensava.

Aí, quando terminava as suas reuniões, eu já corria lá para saber se se estava no meu e-mail já o seu o seu recado, o que é que tinha acontecido.

Me conta.

Porque eles ah a gente está na mesma rede que a do Acesso a São Paulo. Então, sempre que tem uma dúvida, a gente está sempre se cruzando, a gente continua nos cursos, né? Inclusive, fizemos um um vários cursos juntos, então, é é mais, também fica mais próximo
Do Senac, você tem lembrança de mais alguém? Do Senac

Tenho isso documentado também, são fotos maravilhosas dele lá dentro, naquela cozininha pequenininha, tudo muito minúsculo, feito de bambu, que a gente pegou bambu no mato, porque não tinha dinheiro para fazer a cozinha. mas ele foi lá, ele esteve lá e ele participou disso com a gente então é uma pessoa que também é inesquecível para a gente aí depois Pouco tempo, pouco tempo há mais ou menos uns seis meses atrás, eu estou no Acessa São Paulo, o Acessa São Paulo proporcionou um curso para a gente, e quem estava lá? O Senac.

Então, é uma presença constante do Senac com a gente.
Se você tivesse que dar alguma dica para alguém que está nesse caminho, o que você diria? Ah
A primeira coisa, eu pediria para a rede social voltar de vento em popa. Que isso é um apoio que o Senac jamais poderia... Eu acho que as entidades deveriam eh eh tomar conhecimento disso e viver isso, porque isso ajudou muito. Então, eu acho que o o a dica que eu daria é que frequente a rede, que busque tecnologia onde tem.

Pelo progresso da entidade né. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu co eu era vendedora de trilhos, eu trabalhava com obras, construção civil né, que foi o meu forte durante anos da minha vida. Então, eu estava acostumada com a iniciativa privada. Eu não estava acostumada com esse negócio de né... Eu juntei latinha, eu fiz eu fiz o uniforme das minhas crianças com latinha. Então, eu não tinha essa essa consciência. E, gra gradativamente, eu fui adquirindo essa consciência.

Então, assim, a gente percebeu que... e ele passou muitas informações maravilhosas para gente e depois disso eh eu acho que está completo né gente eu fiz muita coisa bem uma uma reativada melhor ainda na meus trabalhos esse curso de gestão eu acho que finalizou assim né muita coisa aqui Não, não, formatos eu não consegui participar, eu não tive tempo, levei muita dura por isso, mas eu não consegui, pa ah eu não podia deixar a entidade. E E a partir daqui, depois desse curso de gestão, eu acho assim, que a entidade sempre batalha em função disso, acho que a entidade pode viver com seus recursos próprios. Como é isso? Eh Eu acho que através, por exemplo, o que eu estou colocando na entidade agora? Eu tenho um curso de cabeleireiros na entidade que eu pretendo fazer ele funcionar dentro da entidade, não só um curso, mas também como um atendimento. Eu estou colocando a costura, que eu acho que a costura pode fabricar, ela pode empregar. O cabeleireiro também pode empregar. Eu to eu coloco o padeiro, que o padeiro também ele pode empregar, ele pode vender produtos. Nós vivemos muito muitas vezes lá na entidade vendendo pães. Nós fizemos pães, nós conseguimos vender até para banco. Fazer altas festas.

Então, eu acho que eu quero construir uma entidade que funcione com seus próprios recursos. Porque ainda existe aquele problema de você impedir alguma coisa e as pessoas te olharem, te ignorar. Eh Tem muita gente na iniciativa privada que eu... Brigo muito com isso. Eu acho que tem pessoas de poder aquisitivo que poderiam investir ne nesses trabalhos. E elas não enxergam isso, ou não querem enxergar, ou não têm essa consciência. Às vezes, quando você chega numa pessoa dessa que você vai pedir uma ajuda, você não é bem-vinda. Você não é... Ah, lá vem a entidade. Sabe Eu noto isso. Então, isso me faz mal, porque eu sempre trabalhei e paguei minhas dívidas. E eu tento trazer isso para dentro da entidade. Eu acho que a entidade ela tem ela pode eh sobreviver dos seus recursos. É um quebra-cabeça super difícil, mas eu acho que ela pode fazer isso.

Então, eu acho que a gente tem condição de de montar, eu como entidade, eu quero montar uma entidade diferente. Tanto é que eu tento o convênio, mas eu não sei, o convênio ele te limita, o convênio ele não deixa você andar, o convênio, ele ele ele pelo governo, eu acho que ele é bloqueado.
Você está falando de

poder eh ser empreendedora, Isso ao mesmo tempo que forma Isso também... É já atende, já vende, já faz o seu seu produto circular, entendeu? De uma maneira que ela traga recursos para a entidade. Esse é o meu ponto de equilíbrio que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero... estabilizar a entidade.
Como você é uma estudiosa, ele ele diria que a economia solidária quando ele tinha dar algumas referências para você estruturar o trabalho com esse princípio da economia solidária. Depois podemos falar mais sobre isso. Certinho eh. Agora saindo um pouquinho da questão profissional, você falou de do seu filho, Que pediu um irmãozinho. <laughs> E eu não tinha tempo. E que veio um eh já pronto. E depois você falou de um terceiro filho. São três filhos. Como Ah sim
eu tenho ó eu tenho Eu tenho o do meu primeiro casamento.

Né ganhei na barriga da mãe. Massa de um homem. Fez curso pelo Senac também. E está bem.

Nove anos.

Esse é do meu segundo casamento. E O pessoal fala que ele é o mascote da entidade.
E como é hoje a a a convivência com a sua família?
Ah, tranquila. Eles viram que não adiantava. Que o que eles falaram, eles me ajudam. Hoje todos eles vêm, participam, ficaram surpresos com as conquistas. Acabou, ninguém fala mais nada.
E o seu companheiro?
Ele é o é o outro lado né, porque somos nós dois. A gente faz um trabalho em conjunto. É uma uma atitude que ele teve e que eu fui atrás. Vamos fazer, vamos fazer e estamos juntos até hoje. Eu estou aqui e ele está lá coordenando o trabalho. Ele conseguiu ele trabalha também na na escola da família, porque a gente também tem que ter um rendimento. Né eu não posso solicitei na entidade, eu tive que acabei tendo que sair da diretoria da entidade, porque eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver também. Hoje eu também necessito do meu trabalho. Então, eu solicitei um horário dentro do do posto do Acesa São Paulo, eu faço um horário das E esse é a minha sobrevivência. A minha e o meu marido trabalham na escola da família no final de semana. Nesse momento ele está em seguro auxílio-doença porque ele teve um problema de coluna e a gente vive assim. Meus filhos participam. Hoje a entidade é presidida pelo meu filho mais velho que me xingava. Mãe, olha, não quero minha casa, quero trazer minha namorada. Hoje ele é o presidente. Hoje ele está tocando. Eh está eh articulando porque, graças ao trabalho, ele foi encaminhado para fazer um curso de mecânica no Senai. Fez o curso né, é a vida dele ser mecânico, trabalha numa senhora concessionária da Chevrolet. E nós estamos montando um projetinho hoje de fazer na entidade um curso de mecânica de automóveis no qual ele vai estar trabalhando as crianças do bairro. E hoje eu penso assim, eu já fiz um, dei um bom empurrão nisso, eu quero ficar de apoio. E a nossa direção hoje, a a a turma que está entrando em ação, a gente está colocando já, aqueles jovens que começaram com a gente desde o começo, que eram pequenininhos que ficaram naquela fila dos quatrocentos lá atrás hoje eu tenho professores de educação física hoje eu tenho pais já que estão trazendo as crianças para cadastrar na na associação onde eles foram cadastrados e essa turma agora que a gente trabalhou lá atrás a gente está colocando eles em ação eu acho assim daqui a pouco a entidade tem que ser tocada por eles Então a gente está colocando uma direção nova né, elegendo grupos atuais e nós somos o apoio. Nós vamos continuar nosso trabalho, trabalhando tudo que tem direito, mas na direção da entidade vai prevalecer os jovens para ter essa consciência, a gente vai trabalhando passo a passo.
Qual que é o seu sonho hoje?
Meu sonho hoje é ver o prédio pronto, Cada macaco no seu galho, cada um tocando as suas entidades, aquele entupido de criança. E a gente vivendo tranquilamente, todo mundo vivendo muito bem dentro daquele cantinho.
Mais uma pergunta ainda sobre o seu trabalho.

Você tem essa noção?

É uma ocasião. Eu fui solicitar para um comandante da região um posto policial para a praça de esportes. Ele disse para mim assim, não. O que eu faço de errado que você não vai me dar esse posto?

Ele falou exatamente nesse tom.

elas têm, não não existe esses esse índice de violência que existe em outras regiões, entendeu? A gente percebe isso, é nítido. Então eu acho que esse é o grande impacto. Entendeu eu acho que eh A gente a gente percebe isso, a gente percebe que logo no comecinho, sempre a gente fala, poxa, onde que tem um presunto hoje? A gente percebia isso no bairro. A gente conseguiu lá atrás a quadra de esportes, nós conseguimos eh o asfalto das ruas, a gente conseguiu ilimu iluminação para as ruas. Tudo junto, tudo junto com a comunidade. A nossa entidade tem dez anos que ela está fazendo trabalho na região. E a nossa entidade nunca nunca tive um problema. Fiquei com a entidade com computadores, muitas muitas máquinas novas né do programa Acessa São Paulo. Nunca tive ninguém que chegasse. Ficou sem muro, na beira de uma mata. Você vai ver pelas fotos que existe uma mata atrás da entidade. Nunca tive um problema de roubo, nada disso. Quais são os seus parceiros hoje? Os meus parceiros hoje, eu estou com o governo, né que eu tenho leites, e eu tenho a padaria, o fundo social, o fundo de solidariedade do governo. É governo, Deus em primeiro lugar e a comunidade. Né alguma organização da comunidade?

Não, não. As pessoas da Então, o governo, quando eu falo governo, eu tenho lá ah ah os programas né, alguns programas, que é parceria, não é convênio, é parceiros. E, assim, aí no momento, fora isso, em primeiro lugar, Deus.
Você gostaria de dizer alguma coisa que nós não perguntamos? Estamos chegando mais para o final da entrevista.

Era em todas as entrevistas que eu já fiz, eh que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência As pessoas que eu digo são a iniciativa privada, os grandes empresários, as pessoas que têm um poder aquisitivo bom. Porque eu tinha um poder aquisitivo, não vou dizer que bom, essas coisas todas, não era essa essa loucura. Mas o pouco que eu tinha, eu consegui envolver e eu tenho isso ainda na minha mão. eu acho eu acho ridículo quando hã acontece alguma coisa com alguém que põe uma camiseta no peito depois que aconteceu e ela põe a foto daquela pessoa que foi a vítima do ocorrido e agora eu vou fazer um trabalho isso acontece todo dia eu tenho nojo disso Porque primeiro as pessoas esperam acontecer, para depois as pessoas terem a consciência, ah agora eu vou envolver um batalhão de gente. Isso toda hora você vê na televisão. Ah, vou parar a rua não sei aonde. Não, meu bairro não tem isso. Meu bairro a gente vive isso ó todo dia. As pessoas que frequentam a entidade, muita gente que frequenta a entidade, que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas fulano era era perigoso. Fulano era não sei o quê. E fulano está lá junto com a gente. É um ser humano que olha maravilhoso. Então, essa esse é o recado que eu dou. Não espere as coisas acontecerem para você botar uma camiseta no peito e defender um trabalho. Faça ele antes das coisas acontecerem.
E como foi participar dessa entrevista?
Ai eu pensei que eu ia tremer mais. Foi tranquilo.

E também parabenizar pelo seu trabalho, pelo entusiasmo que eu vejo nos seus olhos quando você fala do seu trabalho, né? A noção que você tem de do que é que realmente você está fazendo. Eu queria te agradecer.

Eu precisava dar esse recado para ele. E ele não foi me visitar mais, mas ele sabe, ele ele precisa saber da importância que o curso existe, que os profissionais trabalham. Existem empresários já que estão montando o seu segundo salão, que saíram desse curso.

E, assim, eu tenho que agradecer tudo isso, porque foi o que eu falei. Eu fiz a letra e o Senac me ajudou a colocar a música.
Obrigada.
Obrigada a vocês.